E vou pedir também o nome dos seus pais.

Ricardo, você comentou com a gente, seus pais são daqui do Brasil mesmo, né?

Sim, sim. Eles são Eu sou neto de japoneses, tanto como de parte de pai como de mãe. Minha mãe nasceu no no Rio de Janeiro por causa que meu meu avô era cozinheiro da embaixada. Na época que a embaixada era na capital do Brasil, era era o Rio de Janeiro. Então ela nasceu lá na lá no Rio de Janeiro. Meu pai é aqui de São Paulo.
E você comentou agora que seu avô trabalhava na embaixada.

Embaixada
Embaixada japonesa aqui no no no Brasil.
E qual qual era a função dele? O que ele fazia? Ele
Ele era cozinheiro da embaixada.
Ah, legal. E você nasceu aqui em São Paulo já,
Isso, em em São Paulo. Eu nasci e lá na maternidade de São Paulo e desde eu moro na mesma casa desde que nasci, na Vila Olímpia. moro nessa casa já faz na verdade minha mãe comprou essa casa dois anos de antes de minha irmã nascer ãh minha irmã tem quatro anos a mais que eu e nessa época era uma estradinha de de terra tinha mato na frente hoje em dia com a extensão de uma grande avenida em São Paulo, a Faria Lima, o lugar se valorizou bastante. Hoje é conhecido pelos barzinhos que tem tem na região. O pessoal acha que que eu tenho muito dinheiro, mas a a época que a ca que a casa foi comprada, o lugar é ainda bem bem simples. E no naquela época, ãh na verdade, ninguém conhecia a Vila Olímpia. Falava que era entre Brooklyn e Itaim Bibi e o pessoal achava que os dois bairros eram vizinhos, que não tinha nenhum outro bairro no meio. Mas hoje a coisa ficou bem valorizada. É, Ricardo
da sua casa antiga. Vou pedir para Descreve um pouco essa casa antiga, como No começo, como era o bairro, a Vila Olimpia? Ne nesse
quando... É, era um bairro bem residencial. Não tinha... O comércio ficava mais para o para o Itaim Bibi. A gente, ali, só tinha os serviços básicos. Um supermercadinho, açougue, papelaria, mas não havia nenhuma loja. Eu moro... A minha rua é uma rua sem saída. A gente, eh hoje, com com esse comércio que... que pegou ah ah o bairro, metade da rua já já é comercial, mesmo sendo uma rua sem saída e que a gente também colocou um portão né. A gente pediu uma concessão para a prefeitura para colocar um portão porque com ãh com os barzinhos à noite o pessoal usava aquela rua como um estacionamento. Então, muitos moradores chegavam na rua e tinha um carro estacionado na frente da garagem. Então, isso começou a ficar muito incômodo. A gente botou um portão e um um guarda. Mesmo assim, na rua existe ãh... Eu já não tenho mais vizinhos... pessoas, só tenho vizinhos empresa. E um é psiquiatra, na frente tem um escritório de advocacia, no no outro vizinho é um escritório de arquitetura, também tem estúdio fotográfico, loja de roupa, dentista. Então, mesmo uma rua sem saída com portão e guarda, o negócio metade da rua eh eh eh já é comercial. No começo, A minha a casa foi uma das primeiras da rua, então ãh a gente viu o bairro crescendo. Era um um local bem tranquilo e a gente com com ne nessa rua a gente podia bri brincar bem tranquilamente, carro que entrava na rua. Tinha a consciência de que haviam crianças brincando. Naquela época a gente brincava de de umas brincadeiras mais simples, como pega-pega, esconde-esconde. Então, quem entrava na rua, como uma rua sem saída, ou tinha se enganado de rua, ou se não, era era um morador. E esse morador sabia que eh podia encontrar uma criança aparecer do nada no meio da rua. Então, todo mundo ia devagarzinho. Era muito, muito bom.
Você falou agora da Vila Olimpia das brincadeiras de criança, é uma das perguntas que a gente sempre faz no começo da entrevista. E então, tinham crianças naquela rua, você tinha uma teve uma infância com amigos naquela rua, quais eram as brincadeiras, como era essa infância, esse dia-a-dia?
É, hoje em dia já, meus amigos já saíram, acho que foi um um sou um dos últimos, agora só tem os pais, né? Que o pessoal já casou e já já mudou de lá, mas as brincadeiras lá, a gente brincava de eh soltar pipa, ãh pega-pega, esconde-esconde, às vezes também haviam do dois terrenos, dois terrenos vazios ali com com mato, às vezes a gente... entrava nesses, pulava o muro e entrava no no no terreno para pegar mamona, jogar mamona um no outro. Então, também, ah algumas vezes, em festa junina, o pessoal fazia uma festa lá, uma festa junina e Natal iluminava bastante. Então, era uma coisa bem bem diferente do... do que é hoje, né? Hoje ainda é muito eletrônico. Ãh O pessoal queria brincar com videogame, mas mesmo assim ainda ainda eu vejo nem tanto como antigamente, mas o pessoal tem brinca de de bola, às vezes bicicleta. Também gostava andar bastante de bicicleta. Eram uns serviços, uns umas brincadeiras bem bem variadas.
Você comentou que tem irmãos, você tem só uma irmã, você tem mais irmãos, como é?
Eu tenho uma uma irmã, ela ãh quatro anos mais velha. Ãh eu eh Na verdade são são quatro anos de diferença, dois dois anos depois de de da minha irmã. Meus pais ãh quiseram ter um um filho e ãh o filho teve minha mãe teve complicação no no no parto Mas como era um um desejo deles ter um casal de filho, então dois anos mais tarde eles ãh resolveram ter um o segundo filho que eles queriam. Então ãh pode parecer um pouco trágico, cruel, mas se essa essa pessoa, dois anos depois da minha irmã, não tivesse falecido, quem sabe eu não estaria aqui.
Verdade. <laughs> É e a sua relação com a sua irmã de criança? Vocês como é que era na casa de vocês? Alguma lembrança específica?
Minha irmã, a gente era nunca fomos de brigar muito, mas minha irmã a turminha da minha irmã era diferente da minha né. Não só pela pela idade, mas também pelas brincadeiras. Ela brincava de boneca, eu <laughs> queria brincar de outra coisa. Só algumas coisas. Lá em casa, eh eu eu nasci quatorze Minha mãe nasceu eh vinte e um de fevereiro, minha irmã nasceu dia vinte e sete de fevereiro. Então minha mãe fazia uma festa só. Só alguns momentos, ãh a gente apesar de de ter ter até gostos parecidos, Mas a gente fazia, sempre costumou fazer atividades separadamente, assim. Então, ãh quem sabe um momento em que a gente fez bastante atividades em conjunto, foi a a nossa fora uh as viagens em família que a gente ia junto, mas quando quando eu era escoteiro né. Eu com seis seis anos, uma ãh um vez minha mãe foi me levar a um supermercado em Pinheiros, onde ela comprava eh produtos ãh de alimentação japoneses né. Naquela época era só em lugares específicos, hoje em dia a comida japonesa já se popularizou bastante e em todo supermercado você encontra. mas era um supermercado em Pinheiros da Cooperativa Agrícola de Cotia. Ela me levou junto, só que no estacionamento do supermercado tinha ãh um grupo de escoteiros fazendo atividade. Então, pedi a minha mãe que me deixasse ver, né? Eu fiquei... ãh achei aquilo tudo muito legal. Enquanto ela ia comprar o o arroz, eu eu fiquei vendo. E eu decidi, eu queria entrar, pedi para minha en minha mãe entrar. no no grupo escoteiro. Daí eles estavam precisando eles estavam de de de mudanças, então pegaram meus dados, eles mudaram de desse local, local das atividades, para o lá para para o clube de campo da da cooperativa, ali na Raposo Tavares. Então eu comecei lá com sete anos, ãh de sete a onze anos eles chamam de de lobinho, onze a quinze eh escoteiro, quinze a dezoito se eh escoteiro sênior, dezoito a vinte e um pioneiro e depois você passa para chefia. Então eu comecei lá no escotismo, quando você é é lobinho, então a gente na verdade não não acampa, a gente acantona, o que é acantonar? É ir para uma casa, a gente dorme em saco de dormir, tudo mas eh dentro de uma casa, a gente não arma barraca. E isso também não cozinha. A gente o pessoal leva as mães dos das crianças né, dos lobinhos, para cozinharem. O negócio é mais fazer atividade. E então, daí minha mãe sempre ia nos acantonamentos, cozinhava, então ela se apegou bastante também. E mais tarde, a minha irmã também ãh se interessou, acho que eu puxei minha mãe e minha irmã para o para o escotismo. Minha mãe hum eh sempre ajudava quando a gente fazia festa junina, tudo minha irmã foi ajudando, e daí ela passou a ser, minha irmã entrou como como chefe de de lobinho. Então, daí mais tarde, quando eu já já era escoteiro sênior, eh minha mãe resolveu, com era um grupo apesar de existirem escoteiras também, ãh aquele o nosso grupo escoteiro só tinha só tinha homens, né? Então ela decidiu que devia, a gente devia, porque tinha irmãs de de colegas que que iam, ficavam vendo, mas não tinha espaço para elas. Então minha mãe, ela fundou o grupo, o Distrito Bandeirante. O dis eh o Bandeirante, eh eh as bandeirantes são uma versão feminina do do escotismo, né? Apesar que no escotismo existem escoteiros, mas minha mãe resolveu fundar um Distrito Bandeirante. Eu ajudei na formação, minha irmã também, a gente pegou outras pessoas e e fundamos esse esse distrito. Ele existe até hoje, minha mãe já já já se afastou, minha minha família já já se afastou. Quando a gente eh sobe para a chefia, na verdade a gente tem tem outros afazeres também, tem nosso a gente começa a trabalhar enquanto a gente é lobinho, escoteiro, na verdade a maioria só só estuda, mas quando começa a trabalhar a gente precisa assumir outros compromissos. Com outros compromissos pessoais, a gente acabou ãh se afastando do escotismo. Mas, como diz um um um lema escoteiro, uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Foi um um dos maiores ensinamentos, a a vivência, né? Tudo é você aprender a trabalhar em grupo, apesar de ser um um um, vamos dizer, uma versão de um mini-exército. mas ali você aprende grandes valores, eh você ah aprende a trabalhar para si, eh você insígnias né, então você conquistar a as suas coisas, porque às vezes você vai participar de acampamentos, Como o ja o pessoal chama de jamboree. Um jamboree pan-americano, você é necessário você ter segunda classe. Um jamboree mundial, acampamento mundial, você tem que ser escoteiro de primeira classe. Então, você aquilo te simula te es estimula a conquistar essas insígnias. Você aprende a trabalhar em grupo, porque são feitos, ãh tem a tropa, a escoteira, são divididas em patrulhas. Então você tem que aprender a a a lidar com ãh com outras pessoas. Ali são feitas com competições e também eh você começa a aprender a a a sua liderança. Você entra numa patrulha, é como se você entrasse como um cabo. Depois você vai subindo, você se vira um major. Então você tem que começar a você aprende a obedecer e depois você aprende a a comandar. Então são vários valores. Responsabilidade, você tem que fazer as coisas de de um modo certo. São ãh valores infinitos que que eu aprendi dentro do escotismo. Foi eh uma das melhores escolas de vida.
Eh eu vou continuar no escoteirismo. Fiquei curioso para saber mais do seu cotidiano de lobinho assim. Você conheceu eles lá no supermercado e depois você ingressou direto na no escoteirismo como lobinho. E o que o lobinho em si vocês fazem? Fora aquele que você disse que não é o acampamento em si né. Que outras atividades vocês desenvolvem? O que você se recorda dessa fase?
São mais atividades em em grupo. A coisas varia mais para um para para brincadeiras né, gincanas ou coisas do gênero, mas com com fundo de de ensinamento. Sempre o ah a brincadeira que eles fazem, eles querem te passar alguma coisa, mesmo que você... acho que aquilo seja só só uma brincadeira, na verdade vai estar te ensinando coisinhas que você nem percebe, mas que você consegue absorver atra através disso. Então são mais brincadeiras educativas que e que ah ah o pessoal se ãh consegue ter ter uma uma grande distração, consegue se se deliciar através, é um lazer.
Outra coisa que você tinha comentado em relação à à festa de aniversário de vocês três era comemorado junto, né? Imagina um grande evento. E <laughs> e eu queria que você contasse para gente, porque os três aniversários eram em em fevereiro, juntos.

E ocorreu uma festa. Na verdade, ah a minha mãe ela foi registrada ãh com um erro de de um mês. Ela, na verdade, nasceu em vinte e um de janeiro, mas foi registrada vinte e um de fevereiro. Até uma época, acho que ela adotava o vinte e a data real de nascimento, vinte e um de janeiro. Mas, após um tempo, ela decidiu, ãh assumiu que estava na certidão de nascimento mesmo. Mas a festa, na verdade, era só minha e da minha irmã. Apesar da minha mãe fazer no ãh no meio de nós dois, a festa era para para as crianças. Ãh o aniversário dela, ela comemorava com com com as amigas. Só só só no prazer dela, porque uma festa de adulto para criança não tem muita graça. Então <laughs> e vice-versa.
E agora, mas para você e para a sua irmã, como é que era essa festa? Você recebiam seus amigos? Qual é a lembrança da festa em si? Se tem alguma festa Porque vocês sempre tiveram esse hábito, até até adolescência, acredito eu, de comemorar juntos.
Não, não. Ãh Foi mais... quando era era a gente era criança mesmo. Na adolescência, já eu eu nunca fiz assim muita questão de de festa de aniversário. Na verdade, eu eu não não me importo ãh se se não me lem se não se não lembrem do do meu aniversário. E também a recíproca é verdadeira. E eu não não costumo lembrar do aniversário das pessoas. Tem gente que fica brava com isso, mas... Eu em dar presente, ãh apesar de eu ser um pouco pão duro, mas eh eu acho que o o o valor das coisas... O presente não está num num aniversário. Dar um um um... Você comprar na loja um presente de aniversário que você mostra que gosta da pessoa. Acho eu falo para as minhas amigas que... Presente eu quero que seja aquilo que você me dá, me passa todo dia. Eh você não precisa ser exatamente todo dia, mas o que você me passa no quando a gente se vê, quando a gente se encontra, você me convidar para sair, é o que é a é a nossa relação como um todo. Amizade não não significa o presente que você me dá no aniversário.

Acho que até antes dos dez anos, a gente fazia, quem sai até oito anos, nove, festa de aniversário. Mas depois a gente nunca mais fez. E quem sai hoje em dia, na na época de de aniversário, a gente reúne amigos para ir no barzinho. Mas daí eu já não faço mais com minha irmã. Minha irmã faz com com os amigos dela e eu faço com com os meus. A gente, na verdade, eu e minha irmã, A gente tem poucos amigos em comum. Ficou mais o pessoal do do escotismo né. Agora, fora isso, são amigos de de de lugares diferentes.
E quando você ingressa nos estudos, Ricardo, sua sua primeira escola, quando você começa?
A minha escola, eu estudei numa uma escola chamada Pequenópolis, foi lá no no Brooklyn. Ela Ela é uma escola boa, ela ho hoje em dia, creio que ano passado ela tenha tenha fechado. Através de amigos que a gente encontra em em em em em sites no no Orkut, a gente já reuniu o pessoal que está estudou na escola e disseram que que a escola tinha fechado. Mas ãh a escola, além das matérias normais, matemática, física, química, eh tinha duas matérias adicionais, que eram teatro e música. Isso, eh teatro e música, acho que eram um das maté as duas matérias em que eu me dava melhor. Eu tinha ah conseguia as melhores notas até do do colégio. Em português também, minha minhas redações também eram uma das melhores do colégio. Porém, eu era um uma pessoa de de dois polos. A a parte de matemática, química, física, isso eu não conseguia... principalmente matemática, eu não conseguia captar o ensinamento disso, é muito difícil. Essas essas matérias de de português, história, geografia, somente com a aula eu já aprendia tudo e com muita qualidade. Agora, a matemática, estudar vinte vezes ao dia, eu não conseguia pegar a essência da matemática. Então, é um um é uma coisa que foi bastante difícil para mim, essa ter que passar por por por essas essas matérias. Então, ah ah a escola, ela ficava lá no... no no Brooklyn, uma rua chamada Michigan. Então, eu falo que estudei no Michigan, eu moro na Nigéria, na rua Nigéria, e também já estudei na Groenlândia, que é onde fica a Escola Pan-Americana de Artes. Então, é uma coisa internacional. <laughs> E que
você tem desse período escolar que você estudou na na primeira escola?
Na na escola, ãh aquilo era ãh tinha bastante amigos da rua que que estudavam estudavam lá. A gente ia com um ônibus, passava em casa para pegar a gente. Na verdade, a a escola ãh me deixou bastante bastante amigos assim, mas a a a diretora, as coisas mais marcantes assim, a diretora era uma durona. Negócio que dava bronca em todo mundo. Acho que, eh nesses encontros do do colégio, o que a gente fica lembrando era da da da diretora, as barbaridades que a diretora fazia com a gente, a diretora ou os ou uh uh ou as assistentes dela. Botavam bom, a gente aprontava bastante também, mas <laughs> tinha vezes que ah ah a diretora era muito dura né. Eh não Não que a gente só tivesse esses momentos, tinha muitos momentos de felicidade, mas no na no colégio tinha Olimpíadas, Olimpíadas da da escola. Então já já ganhei algumas medalhinhas de futebol, tênis de mesa, xadrez também. Mui muita muita gente que eu conheci lá, negócio, na verdade, da da minha turma, faz tempo que que eu não não vejo. É um ou outro, assim uh. Nesses encontros, encontrei mais um pessoal que estudou no mesmo colégio, só que em outros outros anos. Mesmo assim, é muito bom, acho muito bom conhecer pessoas de todos os tipos, de todos os anos, de todos os lugares.
Você tinha comentado também, Ricardo, das viagens em família que vocês faziam juntos, você com sua irmã, que era um período que vocês passavam juntos, até com seu pai. E essas férias, essas aconteciam nas férias, essas viagens, como eram essas viagens que vocês faziam?
É, as viagens, quando eram as viagens de família, eh o negócio ãh acontecia mais mais nas férias, né? Ãh a gente Eu lembro que a gente ia bastante para para Bauru, eh e isso eh restringindo mais ah ah as férias de família. Daí ia e eu, minha mãe, meu pai, minha minha irmã, minha avó, e às vezes minha tia também, minha tia, meu tio, minha prima, mas também depois ou ãh outras pessoas, outras viagens, a gente ia bastante também para para Campos de Jordão, mas aí já entrava um um outro uma outra coisa, o pessoal do do do escotismo. A gente ficava numa casa lá em Campos de Jordão, que era era do pai de um amigo lá do do do escotismo. A gente ia lá para para férias mesmo, para para brincar, nada relacionado diretamente ao escotismo. Só que era um pessoal que a gente conheceu no escotismo, então eh não ia só minha família, mas também iam outros amigos. Acho que esses foram esses os dois lugares que a gente mais frequentou, até minha minha adolescência né, quando na minha infância em em Bauru e depois na adolescência Campos de Jordão. Depois, ãh as viagens, na verdade, ãh pelo menos dentro da da minha família, entre eu, minha mãe e minha irmã, a gente cada um começou a a viajar para lugares distintos, né? Então, eu ãh eu também tenho muito prazer em viajar, quer dizer, não seria somente viajar, fazer qualquer atividade, ir no cinema, teatro ou qualquer coisa, se ãh eu não não me importo de de ir sozinho. Eu convido pessoas, eu sou convidado, mas se não tiver ninguém para ir devido ao que quer que seja ãh horário ou tem a pessoa tem outro compromisso, se eu não consigo convidar ninguém, eh eu eu gosto também de de curtir isso sozinho. Eu tenho prazer. Então, eu como eu gosto bastante de sair, eu prefiro fazer atividade do que não fazer porque não tem ninguém que vá comigo. Muita gente não gosta, mas eu eu acho até uma vantagem, porque às vezes viajar, arranjar alguém para viajar junto com você, como no começo do ano fui para a Argentina, Uruguai, Chile, fui sozinho, fiquei em em albergues, para alguém se dispor de tempo, dinheiro e tudo isso, o negócio é muito difícil. Então, o que que eu iria fazer? Não não iria viajar? Falei, não, o negócio é eu vou fazer essa viagem e vou curtir, curtir muito. Às vezes o pessoal fala, mas você vai sozinho? Eu fui para essa viagem, fui sozinho, mas eu voltei com um monte de amigos. Na Argentina, conheci várias, diversas pessoas. Conheci pessoas no no Uruguai também, no Chile. Então eu fui sozinho, voltei com um monte de amigos. A coisa ãh... Acho que você fica... Isso vai da da personalidade da pessoa, né? Mas no meu caso, acho que se eh... Eu fico sozinho se eu quiser. Se não, você consegue arranjar gente que que que faça as coisas com você mesmo no local.
Ricardo, e a sua fase de mudança de escola, você sai da escola do Brooklyn e vai para a escola da Groenlândia, ou tem alguma outra escola nesse meio caminho?
A escola na na na Groenlândia, a Escola Pan-Americana de Arte, é um curso curso à parte. Eh uh Na naquela época, quer dizer, até hoje, eu me interesso bastante por por desenho, ãh foto, vídeo. Minha irmã, ãh a minha intenção naquela época era fazer uma uma faculdade de de de propaganda, publicidade. A minha irmã se se formou na na na esse pê então eu vi aquilo muito muito interessante, até acompanhava ela na na faculdade, os trabalhos de faculdade dela, ela em casa e eu eu eu pegava o material dela e ficava olhando então sempre me interessei muito muito por isso eu eh só que no quando ãh eu cheguei no terceiro colegial eh e ia prestar a a faculdade Eu eu tenho um problema de eu eh... Tenho não né, eu na verdade esse problema já foi ãh já foi sanado. Eu tinha um problema de epilepsia. O meu caso era um caso em que havia uma ligação psicológica. Quan quando eu ficava nervoso, ãh eu tinha algumas crises. Então, eh ãh o médico disse que isso seria um ãh esse problema co ia começar a evoluir até o pico da adolescência, ali por volta dos dezoito anos, e depois começava a regredir. Só que como dezoito anos eu estava prestando o vestibular e isso me deixava muito nervoso, uma semana antes da da prova do vestibular eu tive uma crise grande e ia parar no hospital. Eu não conseguia fazer nem a prova. Eu tentei isso um ano, eu fui parar no hospital. No segundo ano, de novo, eu fui parar no hospital. No terceiro, a mesma coisa. Então, eu decidi parar com com o estudo, e falar eu ãh vou cuidar mais de mim e depois, quem sabe, ãh estudar. Porém, com em toda a minha vida profissional, na verdade, eu nunca necessitei de um um um grau superior para arranjar emprego. Sempre fiz o que gostava, mas nunca me foi exigido um curso superior. Só ãh ãh nos últimos anos, eh que ãh eu procurando emprego, o pessoal, no no começo, eles só com o segundo grau, o pessoal ãh chamava bastante. A coisa foi diminuindo. Até que o pessoal começou a exigir um curso superior, um completo, ou pelo menos cursando. Então que eu decidi fazer a faculdade. Só que pensei bem que publicidade era um mercado já muito saturado. Acho que tem muito muita pessoa que já se formou em publicidade. Então eu decidi fazer uma outra coisa, uma coisa que... Eu gostasse, que me desse prazer, né? Então eu decidi ingressar no turismo. O turismo disso também que eu ingressei já com um um ideal. Depois que ãh eu fiquei deficiente, o negócio ãh eu senti muita dificuldade na nas viagens, nos passeios. Então eu queria arrumar o turismo para pessoas com deficiência. Isso foi, ãh quando eu entrei na faculdade, já o meu a minha meta para para o meu trabalho de formatura. Então, ãh já entrei bem bem focado. Daí ãh eu completei minha faculdade ano ano passado, me formei ano passado.
Antes da gente entrar já na tudo, eu queria te perguntar mais sobre a adolescência, da transição para a infância para a adolescência. Eu fiquei na dúvida se você esteve no mesmo colégio do Brooklyn, você continuou estudando lá sua durante toda a adolescência. E como é que foi essa adolescência, os amigos, namorada, primeira
O colégio Pequenópolis, lá no Brooklyn, eu fiquei até a oitava série. Daí para o para o colegial eu mudei para o Colégio Objetivo. Isso eu estudei no primeiro ano no Objetivo na Luiz Góes e o segundo e terceiro no Objetivo na Paulista né. Eh Ali uh fui conhecendo gente nova, algumas pessoas que que vieram junto do do Pequenópolis comigo, mas foi uma uma outra uma outra época, um outro lugar. Na na na adolescência, eu antigamente acho que eh relação a a relacionamento, namorada, assim, na verdade eu tinha eu tive poucas namoradas, ãh principalmente na na adolescência, acho que por conta da separação dos meus pais, assim, eu creio que fiquei um pouco mais ãh mais resguardado, assim, não sei se isso me influenciou a separação dos meus pais em em tentar achar uma pessoa que que tivesse realmente alguma coisa a ver ãh comigo assim, o que não não é fácil. Hoje em dia, ãh muitas pessoas ficam ou coisa do gênero, mas na na na época, quando eu era adolescente, ainda não não existiam essas coisas. Então, ãh eu já namorei alguma algumas pessoas, mas nem nenhum nenhum deles foi por muito muito tempo. Assim, eu ãh eu acho que eu consigo... perceber isso não não só em questão de de relacionamento mas amizade mas eu eu consigo perceber quando uma pessoa ãh tem tem tem a ver comigo ãh não não isso já com acho que pouco tempo de de conversa eu já consigo perceber ãh as intenções da pessoa se a pessoa é boa se vale a pena fazer uma amizade E eu creio que que, não não que eu seja um vidente, eu consiga acertar tudo, mas ãh se eu acho que a pessoa é boa, mas ãh depois de um tempinho eu vejo que isso não era bem o que eu pensava, eu até para para conseguir me envolver bem forte com a pessoa, eu já já tenho uma certeza de que que aquilo vai vai ser uma coisa benéfica para mim e para ela. Então eu consigo identificar já no começo que as pessoas, se elas são se se valem a pena ãh ter ter essa amizade ou não. Aqui em que eu acho que que vai ser um um relacionamento tribulado, ruim. Então, geralmente, eu eu eu eu corto no no começo, assim. Eu não creio que que que valha a pena se digas se desgastar tanto para tentar fazer uma amizade em que eu vejo que que não vai dar certo, né? Que nem você comer uma comida que você não gosta. até tentar aprender a gostar dela, eu acho que tem você mais ãh vale a pena mais você trilhar o caminho que que que você gosta. Tem tantas opções para você gostar, o negócio não precisa aprender a gostar somente daquilo que você não gosta. Tem eh A vida é um campo bem bem grande, é melhor a gente fazer o nosso caminho do jeito que a gente gosta.
Agora que você comentou da adolescência, eu queria te perguntar mais sobre o vestibular, porque eu percebo que que é um período difícil a a tentativa de ingresso no vestibular por conta da epilepsia. E como você superou a epilepsia? Como é que foi esse esse essa mudança, esse período de transição? Eh uh ah
A epilepsia, assim na verdade, eu nunca tive... Já vi relatos de outras pessoas com com epilepsia que se sentem discriminadas ou coisa do gênero. Na verdade... Nunca tive ãh problema com isso. Eh Apesar de, ãh quando eu era escoteiro, por exemplo, já fui em em acampamentos, eu já tive alguma coisa lá, não não muito grave, mas o pessoal sabia e sabia como lidar com isso. Nunca tive problema nenhum comigo ãh. Seria os problemas alguma coisa muito pessoal. vamos dizer, ãh nada que atingisse outras pessoas ou que eu me sentisse discriminado. No meu caso, quando você acordava de uma crise, ãh que você perde a consciência. Você Geralmente você está com com a língua mordida, está machucada e você acorda zonzo. Mas isso só tem a ver comigo, não com outras pessoas. Um fato marcante que isso me deixou foi uma vez em que ãh eu fui fui a um shopping aqui em São Paulo, ãh shopping Ibirapuera, e ãh eu estava olhando uma loja de cê dê, e estava vendo alguns cê dês de músicas e e me deu uma uma crise, uma crise bem bem fraquinha, não nada para você cair no chão, se debater, coisa do gênero, é um pequeno apagão, ãh só que nesse apagão, uma foi foi uma coisa bem breve, nesse apagão eu peguei e coloquei o cê dê no no no meu bolso, Eu peguei, em algum instante eu peguei e já já retornei. Quer dizer, para mim não não havia acontecido nada, eu nem nem percebi. Então, como eu não vi nenhum cê dê interessante, fui ver o resto das lojas. Só que aí veio a segurança do do shopping e e me levou, me convidou a a ir até a sala de segurança. Eu falei, sem problema, eu não fiz nada, vamos lá. Então, eles pediram me dá o cê dê. Falei que não tenho cê dê nenhum. Agora, se o que que tem no seu bolso? Então, daí eh ah naquela hora eu percebi já o que que tinha acontecido. Eu fui tentar explicar, só que eu eu apanhei do pessoal da da segurança desse shopping. Apanhei do pessoal, eles chamaram a polícia militar. Eu apanhei da polícia militar e não tinha como... tentar explicar. Cada vez que eu abria a boca para tentar explicar, eles me batiam mais ainda. Então, eu achei que se se era para ser assim, o negócio era melhor ficar quieto. Me levaram para a delegacia, fiquei quatro dias na des na delegacia. Fiquei ali e conheci um outro mundo. A delegacia era mais ou menos como um carandiru, só que em pequena escala. Tinham seis celas. Então, uma cela a cela um ficava o pessoal ãh com que faziam os crimes ãh mais mais leves. A cela seis era o pessoal que fazia um crime pesado. Então, eles me instruíam ah. Existe até uma moeda corrente dentro da... ali do do lugar, ãh era o ci cigarro, o pessoal dava cigarro um para o outro, um ia escrever uma carta para o outro, dava um cigarro, um ia cortar cabelo, dava um cigarro para o outro. Então Eh quem chegava na a cela, ãh acho que um lugar para, não sei exatamente quantas pessoas, mas tipo umas seis pessoas, tinha trinta pessoas, então quem entrasse por por último o negócio ia, ãh o lugares para dormir era o pessoal que já estava mais tempo, eu como tinha acabado de entrar lá, ia dormir perto da da latrina. Negócio ãh então mesmo ali existe uma uma política, né?
Ricardo, você estava falando do dia em que você foi preso, você estava falando da experiência da da da prisão. Queria que você... Isso
Então, na na prisão também, ãh ãh nos dias de visita, o pessoal orientava a gente ficar olhando olhando para baixo. Se não viesse ninguém para te visitar, ficar olhando para baixo, porque aqueles bandidos mais perigosos em que viam ah a família, a mulher, a filha, Se às vezes, se a gente olhasse para eles, eles podiam pensar que que você estava querendo alguma coisa. Então, eles instruíam a gente a ficar olhando para baixo, para poder evitar isso, porque senão, se eles se sentissem incomodados, você olhando para a família deles, podia acontecer alguma coisa posteriormente. Mas na mesmo na prisão, ali na delegacia, Todos todo o pessoal que estava preso ali, que eu fui começando, eles que tinham ãh curiosidade em saber porque eu fui preso. Todo mundo também ficou indignado de eu ser preso por causa de um cê dê. Acho que isso, ãh depois, poste eh lá no na lá no fórum, ãh para po poder me eu contratei um advogado para poder me livrar disso. Então, me foi passado, ãh eu eu fui absolvido. Assim, hum ãh tive que até o médico mostrar que eu eu realmente tinha ãh ãh algum problema com de saúde que que ocasionou isso. Mas daí foi foi tudo foi tudo esclarecido, mas realmente acho que ãh essa experiência ãh não gostaria que ninguém passasse, se preso por causa de um cê dê e ainda mais apanhar ãh uma de uma maneira que eu não fiz nada. Ne na verdade, não conseguia nem nem relatar isso para eles, nem tentar explicar. Então, ãh foi foi uma uma das experiências que que a que a epilepsia me me deixou. Fora isso, fora ah as duas experiências, ãh não ter conseguido entrar na faculdade, né depois... de ter completado o segundo grau e essa da da da prisão. Foi foi Do resto, eu não não não peguei nada de tão negativo. Eu aprendi por causa que tomava remédio, eu não tomava álcool né, eh porque isso pode cortar uh uh o efeito do remédio. Então, para passar o o os ãh para ter o perigo de de cortar efeito e eu passar por uma crise, eu nunca tomei álcool. Na verdade, até hoje, eu já já não tenho mais esse problema. Já já foi totalmente sanado, não tenho mais não tomo mais remédio nem nem nada. Mas eu também ãh de não sei se de de tanto não não evitar de tomar o álcool, eu já não tenho mais mais gosto nenhum. Não tenho ãh desejo em ingerir nem nenhum nenhum álcool.
E essa experiência toda na prisão, Ricardo, você ficou lá quatro dias? Quatro
Quatro dias, o negócio mas foram quatro longos dias. O pessoal não não me deixou telefonar para casa, por isso eu fiquei quatro dias. Então naquela época eu tomava remédio e eles cortaram meu remédio. Então, esse eh teve teve acho que uma série de fatores em que essa conduta da parte deles não não foi correta. O negócio eh foi O pessoal devia ter, quem sabe eu pu pudesse até processar eles. Mas, ãh às vezes, passar por tanta confusão também não não faz... Já passei muito em ser preso. Não quero arranjar mais confusão ainda em ter ter que processar. Acho que seria o certo. Se Se fosse uma um país em que ah a legislação tivesse um efeito melhor, mas, na verdade, você vai se desgastar muito até conseguir ter um resultado. Então, eu preferi de deixar deixar
Uma questão das viagens. Uma curiosidade Qual quando foi a primeira vez que você fez uma uma viagem internacional? Você saiu daqui do do Brasil.
Bom, uma viagem internacional, eh não sei se pode se chamar bem de internacional, né? Ah Mas foi quando eu fui para para Foz do Iguaçu, que a gente visita a Argentina, mas é ah ali bem bem no na fronteira, né? Na verdade, a gente só ultrapassou a fronteira. Mas acho que a viagem internacional foi quando foi na época de de escoteiro. Eu tinha... Foi em oitenta e três, foi num dos acampamentos mundiais. Ãh cada Eles acontecem de de quatro em quatro anos. Cada ano é é é num país. Naquela época foi foi no Canadá, lá em Alberta. Foi em um grande parque nacional. Então, eu tinha batalhei para conquistar a minha primeira classe. que só escoteiros de primeira classe vão. E é uma coisa curiosa nisso, aqui no Brasil, existem ãh na época, existiam dois grandes grupos escoteiros, ãh Cooper Cotia e Karamuru. Curiosamente, também ambos são, a maioria da das pessoas que frequentam eles são pessoas ãh de descendência japonesa. Então, a delegação que que foi para o para o Jamboree, ãh lá no Canadá, dava uns dois ônibus. Então, quase to todas as pessoas eram pessoas descendentes de de japoneses. Tinha duas, três pessoas que que que eh eram descendentes de de de A delegação brasileira era formada por um monte de japoneses. O negócio o pessoal confundia, achava muito estranho. Um monte de japoneses com com bandeira do Brasil, mas eh era isso que que acontecia. Daí ah ah ah a viagem lá para para Alberta, lá no Jamboree, a gente fica uns quinze dias no no acampamento ali. Você conhece pessoas de todos os lugares, né? Eh E faz atividades diversas. A gente teve eh tiro ao alvo, rafting... canoagem, tem ah di diversas. Além de uma confraternização que é muito é muito proveitosa. O negócio, a gente É uma coisa fascinante você estar num um evento mundial onde se se preza a confraternização. Na volta, quando acabou ah ah o Jamboree, a gente ãh fez a volta descendo toda a costa o oeste dos Estados Unidos. Então fomos visitar Grand Canyon, Las Vegas, Los Angeles, ãh São Francisco, Disney, a gente veio descendo todos os Estados Unidos, a costa oeste dos Estados Unidos, então foi algo, ãh foi a minha primeira ãh viagem internacional E e muito marcante. Hoje eu fico me me remoendo que ãh naquela época ãh não não havia muitas máquinas fotográficas. Eu fui e tirei algumas fotos, só que umas fo eu estava mais preocupado em curtir a viagem. Depois eu fui pedir para amigos que fala amigo me me passa as suas fotos, mas ninguém também tinha tirado. Então, ah o registro dessa viagem foi alguma coisa muito pouca. Foi com essa, vamos dizer assim, revolta, de ter vi feito essa viagem maravilhosa e não ter nenhum registro, que eu comecei a gostar de de comunicação visual, de foto, vídeo. Então eu comecei a ter esse gosto por por foto. Comprei câmera e isso ãh já já antes antes de vir essa febre de de câmera di digital. Quando eh era uma câmera de de de filme, rolo de filme, né? Então, ah ah eu já saía fotografando para para tudo quanto é lugar. Então, eh foi foi a partir daí que eu eu tive esse esse gosto por por fotografia.
Percebo que o acampamento é um espaço muito especial dentro do E tem algum acampamento especial que você tem uma lembrança? Você fala assim, nossa, mas esse acampamento aconteceu algo especial, você queira dividir? Ãh uh uh
Acho que foi o meu primeiro primeiro Ãh até então, quando era lobinho, o negócio era era uma coisinha mais ãh mais simples. As mães cozinhavam, você dormia numa casa. Então, meu primeiro acampamento foi foi em Campos de Jordão. Eu lembro que a gente acampou um pouco num um barranco e e ãh ali o negócio não era bem um barranco, mas era um lugar um um um pouco ãh levemente inclinado. Ali a gente tirou ãh cortou um pouco de árvores não sei o quê para fazer também o toldo e e outras coisas, ãh outras atividades. O lugar choveu demais. A chuva descendo pela por esse desnível, esse essa inclinação, passava por dentro da da barraca. Eu lembro também que, hum ãh creio que não sei se algum alguma fiscalização foi intervir com a gente, ãh porque a gente tinha cortado as árvores e não podia cortar. Lembro que a gente teve que começar a esconder os tocos de árvore que a gente tinha cortado. Então, cortou mais ainda, colocou terra em cima. para poder esconder ãh o que que a gente tinha feito. Mas não não acabou não não dando em nada. Foi foi um ãh da experiências, ãh o acampamento mais marcante. Você começa a aprender ãh a cozinhar sozinho, também é outra coisa queira ou não você aprende mesmo que seja uma comida muito ruim mas você começa a ter noção você tem que ninguém vai fazer comida para você no acampamento você tem que aprender a cozinhar ãh na no escotismo também existem especialidades O que são especialidades? São ãh diversos campos onde você desenvolve um dom que você tem. Então, ãh por exemplo, eu tive especialidade de cozinheiro, primeiros socorros, eh de colecionador, de filatelista, colecionador de selo. e atirador. Então, tem várias ãh atividades em campos diversos. Cada uh a sua o seu dom sempre cabe em algum campo. Isso, ah ah juntando especialidades, agora já estou um pouco desatualizado, mas, creio que seis seis especialidades, você recebe o cordão verde e amarelo, e duas especialidades como o cordão vermelho e branco algumas ãh para receber esse cordão eh algumas especialidades são o obrigatórias ãh como o cordão vermelho e branco creio que seja o primeiro primeiros socorro seja obrigatório mas é um bom um outro incentivo para você ser eh tentar alcançar objetivos e e com isso você tendo conquistado mais coisas, você tem abertura maior para participar de de atividades como, por exemplo, o Jamboree.
Eh Ricardo, e depois, retornando agora, uh depois do vestibular, você não consegue ingressar no vestibular e você disse que isso não não chegou a ser um problema na sua carreira profissional. Então, depois que você não ingressou no vestibular, que rumo que tomou sua vida e o que você passou a fazer?
No começo eu eu estava seguindo ah ah o que que eu gostava, que era foto, vídeo, então eu ingressei em agência de publicidade. Eu trabalhava na parte de estúdio e ah então eu trabalho com eu aprendi a revelar, filme, fiz cursos de de desenho animado. e e diversas coisas en envolvendo uh uh a comunicação visual. Depois, eu trabalhei em umas duas agências de de publicidade. Depois ãh da da agência, eu trabalhei um tempo com ãh ajudando minha mãe. Minha mãe ela ela se aposentou no Tribunal Regional Eleitoral, só que não não queria ãh parar de de de trabalhar, de de ter uma atividade. Então, ela decidiu fazer alguma coisa em que desse bastante prazer a ela. Então, ela deci como ela gosta bastante de viajar, aliás, minha família toda, eu, minha mãe, minha irmã, a gente sempre teve isso, eh minha mãe decidiu trabalhar num numa agência de turismo. uma época em que ãh ah mandar pessoas com descendência japonesa trabalhar no Japão era uma coisa que estava bastante em alta. Aí eh ela ela começou a a fazer praticamente isso, depois ela montou uma agência própria e praticamente ãh fez fez disso o o seu trabalho. Então uma uma parte do meu trabalho também eu ajudava a minha mãe. Eu também já trabalhei em em uma ãh ãh um emprego, foi numa época, numa das crises de de emprego do Brasil, Eu estava desempregado, eu fui atender um anúncio no no jornal. Era Não não se falava do do do que se tratava, só uma promessa que você poderia ganhar muito dinheiro ou coisa do gênero. Aí ah ah eu fui até o local, só que o emprego era para ser vendedor. Só que eu falei, nossa, que coisa horrível ser vendedor. Falei, bom, já que eu vim até aqui e estou sem fazer nada, acho que eu vou pegar esse emprego até arranjar alguma coisa melhor. Então, lá na só que com com o decorrer do tempo, eu eu comecei a sair acompanhando um do dos campeões de de vendas da da empresa. Era uma época em que ainda não não não existia eh telemarketing, internet, era uma venda de porta em porta. Então eu fui acompanhando um dos campeões mundiais e fui fui adquirindo o jeito. Depois de um tempo eu comecei a ganhar meus prêmios também, prêmio de vendas. Então fiz um ãh um ganhei um dinheirinho, depois eu fui sair da da da empresa e fui tentar fazer um um negocinho próprio. Mas como a maioria aqui no Brasil se abriu uma coisinha própria, era um um um uma empresa de de comunicação visual. Só que hum durou durou Não é fácil a administrar um um negócio próprio. Mas fica é uma boa uma boa lição. A gente mesmo nos o segredo é descobrir nas na nos então em noventa e noventa e um, noventa e dois o negócio eu comecei a a a ir para o Japão eu para trabalhar no Japão eu fui quatro vezes ao Japão cada ano eu fiquei um um ano eh eu a minha intenção como a maioria das pessoas eh no no no Japão trabalhar bastante ganhar bastante dinheiro para depois voltar ao Brasil comprar uma casa e um carro minha intenção não não era bem essa. Eh minha intenção era conhecer a cultura, os lugares, passear eh. Então, ãh todo uh uh eh o tempo livre que eu tinha Eu saia e passeava ah. Meus amigos só ficavam do do trabalho para casa. Né não saíam não saíam de casa para evitar de gastar dinheiro. Então, todo tempo livre, eu nunca ficava em casa. Eu passeava. Aliás, o meu ah a minha política ali no no no no no Japão, eu trabalhava num lugar... uma região, eu eu visitava, enquanto eu estava lá, eu eu nas minhas folgas eu visitava todo todos os arredores, as cidades vizinhas. Depois de explorar todo toda aquela região, eu pegava, mudava de emprego para uma outra região e e fazia a mesma coisa, começava a visitar toda a região, visitava parques, museus, e e tudo que a cidade tinha para oferecer, comprava coisas, meu grande parte do meu dinheiro ficou lá. Não me arrependo disso, faria de novo como eu fiz as quatro vezes. Foi sempre dentro dessa dessa política. E Então, era um cigano ali. Eu Eu me instalava em um lugar, conhecia a região e depois ia ia mudando. Trabalhei em diversos empregos, já em uma fábrica de pães, de eletrônico, já trabalhei em um um haras, e até já nem me recordo mais em em tantas coisas que eu trabalhei, mas foram trabalhos di diferentes. Uma coisa que que me deu credibilidade... Foi no primeiro emprego, ãh trabalhei na Kawasaki né. Aqui no Brasil é conhecido mais como uma fábrica de motos, mas no Japão ela faz muito mais que isso. A Só a fábrica principal dela acho que é maior que uma cidade aqui no Brasil. Então, ãh na entre quando eu cheguei no na fábrica, eles fizeram uma entrevista, uma segunda entrevista comigo, E eles falaram que eh gostaram do meu jeito e que queriam fazer uma experiência, porque os brasileiros geralmente, ãh eles colocam os brasileiros para para trabalhar tudo num lugar só, né? Na Kawasaki o pessoal ficava na linha de de produção de motos. um trabalho bem, uma linha de produção, você aperta o parafuso e só. Mas ãh Comigo eles colocaram um um setor onde eles fabricavam um gerador de luz e lá era para eu ser ãh um ajudante geral, então não ia fazer uma coisa só, na verdade ia fazer tudo. E E também com com como era a única pessoa Às vezes os brasileiros, se quando na nesse setor de de moto, o pessoal se ajuda. Ãh um não entende, você pergunta para o outro. Mas ali eu fui trabalhar sozinho, era o único estrangeiro. Então, ãh meu meu japonês, o negócio não é uma coisa fluente. É uma coisa básico para intermediário. Porém, eu conseguia me comunicar bastante. Então, eu conseguia me fazer entender entender o que os outros queriam dizer. Então, não apesar de não ter esse essa língua fluente, a minha comunicação era era era boa. Então, ah como isso foi no primeiro emprego, quando eu passava para os outros empregos, eles já viam que eu já tinha trabalhado. feito não só uma coisa, ãh não só ficar numa linha de produção, mas feito bastante coisa e também ãh tinha trabalhado somente com com japoneses. Então deu credibilidade para fazer várias outras coisas eh. Eu trabalhava na verdade doze horas, ãh ah ah Eh é adicional, eh adicional não, digo eh ela é optativa, você faz se se quiser que. Como ãh o pessoal valoriza bastante o empregado, eles a hora extra é muito bem paga. Além do mais, ah ãh trabalhar doze horas no Japão, é muito mais tranquilo do que trabalhar oito horas no Brasil. Porque o Brasil você recebe um trabalho ãh cheio de problemas, você tem que cada um passa o problema para outro. Você tem que resolver esses problemas para ontem, E quando você envia alguma mensagem para para uma outra pessoa, ela não te responde na no horário devido, então você sai, acaba o dia estressado. No Japão você recebe um serviço limpo, você só tem que fazer o que o seu serviço e você passa ele limpo para frente. Então é uma coisa, apesar de quatro horas a mais, o negócio era bem mais tranquilo do que no Brasil. são são tipos de de de culturas diferentes. Ah uh O nível de de de pagamento que eu recebia, convertendo em real, dava uns nove mil reais. O pessoal diz que o custo de vida é alto. Na verdade, eu acho isso relativo. Existem coisas mais caras e coisas mais baratas. Você tem atendimento médico, é mais caro comida, mais caro. Mas eletrônicos são são super mais baratos. Então, depende do estilo de vida que você vive. Mesmo sendo um trabalhador mais simples, um um trabalho de de fábrica, o negócio, eu e com o custo de vida lá, O nível de vida que eu tinha lá, comparado ao Brasil, eu creio que seria um nível executivo. O que que eu fazia com esse salário lá no Japão, acho que só um executivo aqui no Brasil para fazer isso. Uma pessoa que ãh trabalhasse no mesmo cargo aqui no Brasil só tem o dinheiro para comer.
E pelo que vejo, a primeira experiência do Japão foi muito bem sucedida e você opta por voltar mais três vezes, né? Para conhecer outras regiões, e também por quais outros motivos você volta? O Japão te O que te faz voltar essas três vezes? Eh
Na verdade, primeira vez, quando eu estava voltando ao Brasil, eu disse que nunca mais ia voltar. Não por ter odiado, não de jeito nenhum, mas eu achei que não eu... Na verdade, eu voltei ãh eh esse essas vezes por por uma grande saudade do Brasil.

Um ano, assim era mais ou menos o meu limite. Não sei como alguns amigos conseguiam ficar oito anos direto lá no no Japão. A minha saudade do Brasil era tão grande, você deixa muita coisa aqui, não é só família, amigos. Mas os costumes, o pessoal, apesar do ãh de de ter locais lindos ou coisa bem organizada, ser mais tranquilo, ah o pessoal lá ainda eh é um pouco ãh... Isso para brasileiro, né? Eh O pessoal é um pouco frio, né? Acho que não tem calor. Acho que, na verdade, nenhum lugar no mundo se compara ao Brasil quando se fala de de calor humano. O Brasil é algo ãh fascinante para para pessoas do do do exterior. E quando você sai daqui, você sente o que que é realmente isso né. Então, ãh por exemplo, no Japão, Foi um dos lugares onde onde eu vi um dos na natais decorações de Natal mais lindo que que eu já vi. Nem foto, nem nada, eu nunca vi um Natal tão lindo. Isso porque o Japão, os japoneses não não comemoram Natal, não existe Natal no Japão. Mas eles fazem isso para o para os visitantes lá em Tóquio, o negócio estava maravilhoso. Mas eh um uh os parques, há uma Disney lá no no em Tóquio, só que então os lugares são são maravilhosos, só que falta o calor humano. Mesmo assim, eram eu como gosto de coisas diferentes, Japão é um lugar muito diferente, mesmo para mim que já tinha... conhecimento dos costumes orientais eu vi muita coisa diferente lá que não nunca tinha sido passado ãh por meus avós ou também como os tempos mudam muita coisa meus avós não não tinham hum não tinham conhecido um um costume mais mais recente e que a gente ainda não conhecia. Então, eh era fascinante descobrir as coisas e ter também essa eh essa independência, que que no Brasil era difícil ter ter uma independência nesse nível, fazer o que quiser, o que queria né uh, quando queria. Eu não tinha preocupação em ter que guardar o dinheiro no para o fim do mês para para poder sobreviver. Eu gastava muito livremente assim e ainda ainda sobrava. Então, eh ah a sensação de de liberdade, da da descoberta, é é o que me motivava, porque eu depois da primeira vez, estava tentando procurar emprego, assim, e só que era difícil, quer dizer, era não, até hoje é é difícil. Então chegava uma época em que eu falava, eh e se eu voltar para o para o Japão eu já tenho isso instantaneamente, praticamente. Tudo que eu estou querendo agora, liberdade, conhecer coisas novas, se eu não estou conseguindo aqui, eu pegava e voltava para o Japão. Foi assim as as quatro Na na última, ãh eh ali no no Japão na verdade estava um pouquinho em crise e às vezes as pessoas no que vão para lá também precisam ter cuidado, porque você não é contratado pela pela empresa diretamente, são agências que intermediam isso. E eu já já fui duas vezes passado para trás ãh po por essas agências né. Uma vez Na última vez, por exemplo, eu ãh a agência pegou e e e falou, ah você não quer mudar ãh de de de emprego? O negócio tem um emprego que está te pagando mais. Ah bom, ãh eu peguei e e e aceitei né. E daí eles falaram, você vai até o escritório central, lá era em uma outra cidade, em Osaka, e e conversa lá com fulano de tal que ele já está sabendo de tudo. Eu me desliguei, e da da a empresa, e tem uma coisa, né? O pessoal, se você se desliga também para você retornar, ãh bom, acho que em nenhum lugar também o negócio não é simples. Então me desliguei e fui até o escritório. Viajei até o escritório e fui falar com essa pessoa. Aí a pessoa me falou que não tinha sido nada passado a ela, e que não tinha emprego nenhum para mim. Então, ãh por que que eles faziam isso? Então, ãh por que que eles faziam isso? O grande ãh lucro dele está no financiamento de de passagens. Ãh Você, quando sai daqui, geralmente você ãh financia a passagem e eles vão descontando do do seu salário. Uma vez que minha passagem já estava quitada, acho que eles queriam abrir vaga para outra pessoa, como eu já tinha pagado, Então, eu não ia gerar um lucro muito muito legal para eles. Então, a arranjaram um jeito de me tirar para colocar outro trazer outro do Brasil, financiar passagem e ganhar ganhar mais. Então, eu sempre tinha uma coisa que eu sempre tinha guardada era um dinheiro hum para para a minha passagem de volta ao Brasil. Tem gente que começa a gastar descontroladamente e depois, de repente, você é passado para trás assim. Então, muita gente, eu sei de casos que pessoas que ficavam morando embaixo da ponte pedindo esmola para poder voltar ao Brasil. porque não tiveram um um cuidado e acabou tendo algum algum problema. Uma vez eu vi uma reportagem no no jornal de de de uma ONG ou coisa do gênero que veio ãh trazer o pessoal, esse esse pessoal que tinha ficado desempregado e que não tinha dinheiro nem para voltar, ãh para eles trazerem a ao Brasil de volta. Então, eh você tem que ter ter precaução. Ali algumas coisas são são rígidas. Na verdade, são são como deveriam ser. É que o brasileiro, com a mania de dar um jeitinho em tudo, em passar a perna no outro, não está acostumado, mas... As coisas são... a mentalidade japonesa é bem diferente. Quem quem quem joga lixo no Japão? Se você deixar cair algum papel sem querer na rua, o pessoal de trás vem cata e joga no lixo. aqui você vê gente atirando coisinha pela janela do carro para todo lugar e depois ocasiona enchentes e todo mundo reclama na verdade foi as próprias pessoas que ãh as culpadas disso então muita coisa pessoal não a consciência do do japonês, acho que eh muita co é uma questão de de de ser certinho, é uma coisa de ver isso para para o seu próprio bem. Algumas coisas eu acho realmente são ah excessivamente, eh não não digo certinho, mas o pessoal é é bastante inibido, acho que atualmente tem mudado um pouco, mas é é mais ou menos assim que que
Deixa eu te fazer uma pergunta. Eh Eu vou regredir um pouco. Você comentou que conheceu um pouco da cultura nipônica pelos seus avós. Eu queria saber como é que era a relação dos seus avós, porque eu acabei me perguntando, se você chegou a ter contato com eles, como foi isso? Eh meu
Eu tive mais contato com meu meus avós maternos. Eles moravam perto de casa, umas duas, ãh três quadras de casa. Então, quando eu era criança, minha mãe ia trabalhar e eu ficava na casa da das minhas avós né. Meu avô ele faleceu ainda quando eu era ãh criança. E eu não tive tanto contato assim com ele. Ele era mais mais fechadão. Eu sempre tive uma grande relação com com minha avó, minha avó materna. ela brincava comigo e a gente fazia muita coisa. Quando viajava, aquelas viagens em Bauru, eu lembro que aquilo na verdade era um ãh um tipo um balneário. Eles tinham ofurôs que eram essas banheiras japonesas E lembro que, ah quer dizer, eu lembro vagamente também, mas minha mãe, quanto é que a gente ia, eu e minha avó, a gente ia nesses ofurô, eu ficava pulando em cima, dando gargalhada. Então, a relação que eu tinha com minha avó foi uma... uma coisa muito ãh muito calorosa assim. Sempre tive com com ela um um um um um laço muito muito próximo. Quando meu avô ãh faleceu, minha avó foi morar na casa da da minha tia que também mo morava perto também umas três quadras de casa ela ficou um tempo lá depois veio morar morar em casa ela ela faleceu ãh faz uns três anos atrás ãh ela tinha noventa e cinco anos faleceu com noventa e cinco anos mas ela era uma pessoa muito muito forte comparado com fazendo uma proporção de idade saúde negócio acho que é pouca gente eu vejo pouca gente mais forte do que ela com noventa e cinco anos ter a disposição que ela tinha negócio era era muito muito de é muito difícil encontrar né então daí ãh a e ela ela gostava bastante de de alimentos naturais acho que Ela po eu não me lembro dela ter, a única vez ela ter ido ao hospital foi para operar a catarata. Acho que nunca fui, nunca frequentou o hospital, aliás, ela tinha pavor de hospital, mesmo assim nunca teve necessidade, é uma saúde de de ferro.
Então, agora voltando, Ricardo, depois que você sai do Japão pela quarta vez, você volta para o Brasil. Então, que rumo você dá para a sua vida? O que começa você começa a desenvolver aqui no Brasil? Como se dá esse contexto?
Depois eu voltei ao Brasil, na na última vez, em vinte e oito de fevereiro de Dois mil e um, certo ãh? É o último dia de de fevereiro. Um um mês e meio depois, aproximadamente, dia de dois mil e um eu fui fui visitar amigos que eu tinha no no aeroporto de Congonhas e de Cumbica. Eh lá em Congonhas, eu eu estava indo ãh estava retornando ao ãh para a minha casa e como eu não estava achando o ônibus que vinha direto para casa, eu sempre gostei bastante de de andar, tinha prazer em andar. Então, eu ãh já que eu não cada ah quando eu perguntava para as pessoas qual era o ônibus que passava perto da minha casa, cada um dizia um ônibus. Eu falei, então eu falei não, é um negócio que cada um fala uma coisa, eu prefiro ir ir andando para casa, ãh vai ser acho acho melhor do que pegar um ônibus errado. Só que ãh um um meio um mês e meio depois de retornar ao Japão, eu ainda estava arrumando minhas coisas, eu creio que devo ter ido com com um dólar lá para o para o aeroporto. Eu acho que devo ter mexi... Acho não. Eu tenho certeza que eu devo ter mexido lá no na no aeroporto nos dólares. E ãh o aeroporto é um local muito muito perigoso. Na realidade, existem quadrilhas que ficam dentro do aeroporto, o pessoal fica observando você. Acho que eles ãh... E depois eles pegam e avisam para uma outra parte da quadrilha lá fora para para te ãh descrevem mais ou menos o seu perfil e mandam pegar você. Eu acho que eles devem ter me confundido, confundido não hum ãh. Eu estava de terno com uma pasta, achavam que eu devia ser o presidente da Honda. Então falaram, pega essa pessoa que ele ele tem muito dinheiro. Eu vi ele mexendo nos dólares ãh. Então, eu estava me afastando do... Eles esperam você se afastar um pouco do aeroporto, porque o aeroporto tem policial federal. Então, mais para frente, eles já estavam com o carro estacionado, esperando. Quando eu passei do lado, eles saíram do carro e me e me colocaram dentro do carro. A força é um sequestro relâmpago. A gente estava indo para o caixa eletrônico, E ãh como eu não tinha eu tinha acabado de voltar do Japão, eu tinha antes de de ir para o Japão eu tinha encerrado minha conta corrente, tudo cartão de crédito, e então eu tinha reaberto minha conta e tinha pouco dinheiro. Só que nessa na quando eu estava dentro do carro, junto com os bandidos, ãh eu pensei, nossa, eu tenho a gente vai para o caixa eletrônico, eles vão ver que eu tenho pouco dinheiro e vão querer me matar eh. Já já vi reportagens falando disso na na tê vê. Algumas pessoas falam ãh que eu não... que eu eu tentei, quando o carro parou num num farol, eu peguei, abri a porta, fui tentar fugir, eles atiraram em mim. Algumas pessoas falam que eu não deveria ter feito isso, não deveria ter fugido. Só que isso num ambiente mais calminho, é eu ah eu também concordo que não deveria ter feito isso. Mas ãh experimente você estar com uma arma na sua cabeça num momento de de grande tensão. Você não pensa direito. Então, o que eu achei que que deveria, foi a melhor coisa que eu achei no momento, que eu acho que deveria ter feito, era abrir a porta e sair correndo, porque falei se eles me virem o dinheiro lá que eu vou ter no banco, eles vão ficar extremamente irritados. Então, ãh naquele momento, eles atiraram, eu fiquei caído no chão, Gritando por socorro, ãh um bom tempo, porque a rua onde eu caí né nossa era uma rua bem residencial, não não passava carro nenhum. Só depois de um tempo veio uma pessoa me me socorrer. Ela pediu desculpas para mim dizendo que pensou que era criança brincando na rua né. Eh então eu fui Mas na na na mesma no mesmo momento que eu levei o tiro, já perdi a sensibilidade da das pernas. Eh eu não eh eu já não senti mais minhas pernas e estava com dificuldade de gritar porque o meu per pulmão estava perfurado. Então, foi ãh isso foi um acontecimento que ãh que aconteceu logo depois da da da da mi do meu retorno ãh do do Japão.
Ricardo, você estava falando do acidente, quando você perdeu o movimento das pernas e queria que você continuasse então a partir de Você sofreu o tiro, você foi baleado e. Então, o que que acontece? Você recebeu o cuidado da pessoa na
Eh ah uh A primeira coisa a chegar foi, não sei nem se eles chamaram direito, mas foi uma viatura policial. Então eles resolveram me colocar atrás do do banco, no banco traseiro e me levar até até o hospital São Paulo né, o pronto-socorro do hospital São Paulo. Eu estava consciente, fiquei consciente o tempo todo ãh. Ali no... Na verdade, a minha a bala não não atingiu a medula né, não atingiu a coluna. A coluna, se você ver ah o raio xis, os ossos da coluna estão estão inteirinhos. Então, isso quer dizer que a bala não... não atingiu a coluna. Os médicos dizem que ah o calor da bala, a bala numa velocidade entra com o calor muito intenso, então o calor da bala queimou a medula. Isso até relativamente comum, eu conheço vários amigos que que aconteceram isso. Então, ãh aí ãh eu do do do Hospital São Paulo eu fui transferido para o para outro hospital, Santa Paula, que fica perto de casa, ãh dá o hospital pelo meu convênio médico né. Ali, ãh um depois de um tempo, hum a a minha casa Como é um sobrado, eh os quartos ficam em cima, mas a gente tinha um quartinho dos fundos, então pegamos e ampliamos um pouco o quartinho, colocamos o banheiro para para servir como o meu quarto né. Fora isso, não não há grande grandes adaptações no na na minha casa. Eu eu tenho ãh eu consigo me virar ãh muito bem, consigo fazer ãh ah quase tudo sozinho. No começo, claro, eu precisava de auxílio, de ajuda, ãh mas é uma questão de de adaptação, porque é uma uma mudança muito radical, né? Você aprender a fazer as coisas ãh de uma maneira diferente, muita... Muita coisa você pode não parecer, mas você a sua perna, o movi você tem o movimento das pernas eh, você utiliza ela para muita coisa. E e também ah isso não não altera só o movimento das pernas, mas também há uma questão ãh de de intestino e bexiga. Então você tem que reaprender a a conviver com o funcionamento. Começa cada cada pessoa tem tem um uma reação um pouco diferente né. As Você tem que aprender a conviver com o novo funcionamento da da sua bexiga e do do seu intestino. Então Uma coisa boa muito boa que aconteceu para mim isso ãh eh é que por uma fase de de depressão. No hospital mesmo eu eu achei que que... ainda não não não tinha muita certeza do que que iria acontecer, porque eu na verdade eu nunca tive nenhum contato, muita informação sobre deficiência. Então, não não saberia se se realmente ia ficar assim para o resto da vida ou teria chance de de voltar a andar. Mas eu já tinha ãh ãh colocado na minha cabeça que se caso eu eu não volte a andar, eu gostaria de ser feliz. Tudo do mesmo jeito. Sem se eu for ficar de cadeira de rodas para o resto da vida, eu quero ser feliz de cadeira de rodas. Não Não me importa. Então, Eu saí do do hospital, mesmo no hospital eu já queria sair de casa, passear. O negócio só os médicos só não não não me deixavam né mas. Então, porque há amigos que ãh tiveram problemas de aceitação. Um amigo ficou sete anos na cama chorando. achar que que não valeria a pena se amargurar tanto e voltar a viver. Então eu não tive essa passe eh essa essa fase, eu passei direto pela fase da da amargura. Então ãh eu só tive que me re readaptar, ãh saber como fazer as coisas, tomar banho direito, voltar a dirigir, eh passar para a cama, fazer tudo de uma forma di diferente. Então, ah ah é a fase da da da reabilitação. Uma coisa muito muito forte, muito proveitosa também, que que eu recomendo a todas as pessoas com que passam por por isso, eh é o esporte né. Depois da reabilitação, Eu queria pensar no que que eu ia fazer né, porque eu ficava indo na reabilitação, ocupava a minha semana. Mas acabando a reabilitação, eles ensinam mais o as movimentos para atividade diária, tomar banho, passar para a cama, essas coisas. Então, eu falei, eh vai creio vai ser difícil arranjar um emprego logo saindo da reabilitação, mas eu quero fazer alguma coisa. Então eu ingressei no esporte. Eu no esporte, e além da atividade física que você faz, ãh uh as pessoas que que já estão praticando, geralmente é um pessoal que já tem mais tempo de deficiência. o pessoal começa ah ah ah a te passar dicas, te te dar instrução. É como se fosse um fisioterapeuta, além da da da ginástica que você faz com esporte. Então o pessoal te te dava dicas de como você agir com a cadeira, um modo mais fácil de fazer as coisas, de ir para o banheiro, de subir a uma rampa, coisas ãh coisas do gênero. Então o pessoal te te instruía, passava a experiência dele para para mim. eu ãh isso já era um grande ensinamento, além do mais a gente participava de de campeonatos, às vezes em Curitiba, Goiânia, Rio de Janeiro, então você começava a ter e uma uma liberdade, apesar de você ir junto com com outras pessoas, mas você começa a ter a a ganhar sua sua independência, ter socialização também, você ia ãh para o campeonato e encontrava de pessoas de de outros estados, cidades. Então, eh acho que foi uma grande ferramenta para para para a minha reabilitação. O negócio de se reparar em em pessoas que praticam esporte, todas todas elas são são independentes. Seja um uma pessoa com comprometimento muito grande, e e isso, ãh a questão da da capacidade da pessoa, eu acho que é uma coisa bem relativa. Pessoa eu conheço tetraplégicos que fazem muito mais coisa do que uma pessoa sem deficiência nenhuma, elas são muito ativas. Então, não é ah a questão é é mais psicológica, o modo como você encara a sua vida, e não a sua defensi da sua deficiência que te faz, que te limita. O caso eh eh é você ter que assumir, ãh você ter consciência do que que você pode e não pode fazer. Mesmo isso não não te limita. Eu, no começo, eu lembro que ãh quando eu ia sair, Às vezes eu procurava primeiro os lugares que tinham acessibilidade e disso eu selecionava um lugar para ir. Hoje em dia eu não faço mais isso. Eu escolho um lugar onde eu quero sair. Eu não vejo acessibilidade em um lugar nenhum. Se o lugar tiver quarenta degraus para subir, ãh eu faço a pessoa do estabelecimento me levar esses E depois falo que ainda vou trazer uma turma de dez amigos de cadeia de rodas, porque ele vai ter que levar todo mundo. Porque se se ele não fizer isso, a gente vai tomar providência. Então, o que que ãh a ONU hoje está com ãh a convenção, ela diz que deficiente é o local. Local que não consegue atender pessoas com deficiência. e não a pessoa que é deficiente. É é uma maneira nova de pensar. Na verdade, se a gente pensar direito, a pessoa as pessoas todo todas têm diferenças. E se e eu não não conseguir andar, eu não usar uma cadeira de rodas é uma característica. Outra pessoa tem ãh tem uma estatura mais baixa, tem um cabelo ãh castanho, tem um olho azul, é uma característica dela. A minha característica é essa. Isso ãh pode me limitar e fazer algumas coisas, mas eu tenho consciência. O esporte que eu escolhi para fazer era tênis de mesa. No meu caso, por exemplo, não teria condições de de de jogar futebol, pelo menos de uma maneira convencional, não tem movimento nas pernas. Mas nem por isso posso preciso abdicar de fazer algum esporte. Eu escolhi um outro que servisse para mim. Então, é é uma maneira de você encarar encarar a sua vida. É isso que que que vai fazer da sua vida boa boa ou ruim, né?
Essa questão que você comentou de antes você procurava a questão de lugares com acessibilidade e depois não, você fez a mesma coisa em relação às viagens, você que você comentou até que nesse início de ano você viajou e você voltou a retomar as viagens. Quando foi que você... voltou a viajar e que é um prazer que você tem em relação ao turismo, em relação a tudo isso? Eh a
As viagens... A primeira viagem que eu fiz depois de de adquirir a deficiência foi... Eu fui para um campeonato ãh ãh de de tênis de mesa que eu fiz em em outro um outro estado. Então na naquela época ainda você vai assim com com um aparato, porque você não vai sozinho, você vai com uma equipe então, com uma van. Mas ãh eu, uma viagem ãh sozinho, bom, ãh teve uma viagem para Curitiba em que eu fui para o campeonato e fui com a van, mas depois depois de acabar o campeonato o pessoal voltou, mas eu fiquei lá. Eu ãh quis visitar a cidade, conhecer a cidade melhor. Eu fiquei na casa de de uma amiga. Mas eu uh depois dos passeios lá na no local eu fiz tudo sozinho. E depois eu retornei retornei de ônibus. Foi acho que o primeiro momento em que eu eu eu fiz um passeio em outro lugar sozinho. Mas eh a questão da da viagem que eu fiz no começo do ano além de um um prazer pessoal, também tinha um um um lado da da coisa que que eu faço em relação a ao turismo adaptado, o turismo para pessoas com deficiência. Uma vez eu eu ia viajar para para a Europa Eu fui procurar uma grande agência de viagens, né a cê vê cê e eles ãh ãh a gente tinha discutido ali no no momento, ver um um pacote, foi escolhido Portugal, Espanha, França, Inglaterra, no dia tal, hora tal, voo tal, tudo certinho né. Eles disseram que estavam com problema no no contrato e que iam me mandar depois. Eu disse, bom, tu tudo bem. Foi passando tempo e uma semana antes do do voo, que a gente tinha combinado, ainda não tinha chegado o contrato. Então eu retornei à agência para perguntar o que que estava acontecendo. Minha mala já estava pronta e o voo era na semana que vem. Eu ainda não tinha pagado nada, então achei muito estranho. Daí o atendente disse, sinto muito, mas você vai dar muito trabalho na viagem, então se quiser viajar vai ter que arranjar um acompanhante. Isso eu uh me me estragou as férias inteiras. Além de achar, não ãh pelo menos eles deveriam ter falado na hora em que eu fui procurar uh uh o serviço deles. Mas, ãh então eu tentei entrar com o processo, mas um advo por orientação de advogado, ele disse que ia ser um pouquinho difícil devido a eu não ter hum provas, eu só tinha um orçamento, não tinha testemunha, porque eu ia fazer essa viagem sozinho. Então, ia ficar um pouco difícil argumentar. Então, entrei com uma ação em pequenas causas, porque isso me feriu em uh dois lados, não pessoalmente, mas pelos ideais em que que eu batalho, em que é adaptar o turismo. Então, eu achei que deveria fazer alguma coisa. Então, aí entrei com um processo, uma ação né uma ação em pequenas causas e e ganhei mas. Então, essa viagem para a Argentina, Uruguai e Chile, Qual qual o fundo profissional em relação a isso? Era mostrar para eles que se eles não têm capacidade de me levar, se eles acham que eu vou dar muito trabalho, eu faço a viagem sozinho. Eu vi locais uh para para dormir, eu vi os roteiros, vi a passagem, eu vi tudo sozinho. Eu fiz a viagem inteiramente sozinho. Então eu sou melhor que eles. O negócio eles não têm essa capacidade, eu tenho eh. É mais para esfregar na cara deles e e e mostrar que quem quem está errado, quem é deficiente.

Não, é é a agência. E tam ah e também para para estimular pessoas que tem que tem alguma deficiência também. Pela sociedade discriminar muito as pessoas, algumas pe algumas pessoas com deficiência também acabam se sentindo meio incapazes. Então, isso é uma influência da sociedade. Um amigo, uma vez ele estava fazendo um trabalho de faculdade, ia falar sobre aventuras para pessoas com deficiência. Ele foi entrevistar um rapaz, ãh um um rapaz com uma deficiência, e ele perguntou o que que achava dele fazer paraquedas, um rafting, alguma atividade de aventura, e esse rapaz ficou muito ofendido. E ele falou, você está está gozando da minha cara. Você acha que eu tenho capacidade para fazer isso? Você acha que eu você não está vendo que eu sou deficiente? Então, isso é é um reflexo da imagem que a sociedade coloca em cima da pessoa com deficiência. Então eu queria mostrar que mesmo com com deficiência eu consegui fazer isso sozinho e e fiz um uma viagem relativamente econômica, assim, eu dormi em albergues, uma coisa Eu mandei e-mail para albergues falando se algum tinha acessibilidade. Nenhum nenhum tinha acessibilidade, na verdade. Porém, uma coisa em que eu defendo, prezo muito, é a questão de de de hospitalidade. Um u dos albergues me respondeu dizendo que tinha uns degraus na frente, tinha um elevadorzinho, mas que era apertado, mas que caberia uma cadeira de rodas. Então, eles disseram que mas que se eu precisasse de alguma ajuda, iam fazer tudo para para poder eh dar a estadia mais tranquila para para mim. Se não me incomodasse dessas barreiras arquitetônicas, hum hum eles iam me auxiliar no... Então eu eu resolvi e foi muito bom. Acho que a questão, não que eh não digo que deva vir primeiro, acho que deve a hospitalidade deve ah caminhar em conjunto com a acessibilidade. Mas antes, ah você você ter alguma barreira arquitetônica, uma escada, você consegue vencer, né? Você consegue subir, você pede para alguém, mas você ir em um lugar e ser maltratado, acho que eu nunca mais voltaria nesse nesse lugar. Então, você saber atender a pessoa com com deficiência, eu eu considero isso muito importante.
Ricardo, eu queria te pedir duas coisas. Para quem não conhece o Turismo Adaptado, para você falar um pouco mais sobre o Turismo Adaptado e em que ele consiste. E outra coisa é você falar um pouco da sua experiência, de do que você fez em viagens, quais são as suas experiências, você comentou das aventuras, de que você fez, o que você já desenvolveu.
O o turismo adaptado, a gente criou isso juntamente com com esse amigo que tinha feito essa pesquisa de de atividades de aventura. A gente começou isso, ãh ele também é formado em turismo, a gente tem uma visão de... de tornar o turismo acessível a todas as pessoas. Na verdade, acontece ao contrário. A gente tem que adaptar com o que o turismo oferece para a gente. Às vezes, nem nem isso, como o caso da cê vê cê, que impediu a gente. e que me impediu a minha pessoa de de viajar né. Tem vezes que a gente nem consegue se se adaptar, a gente tem que ir por outros caminhos. Então, como o turismo é um uma área muito grande. Antes de de ingressar na faculdade, eu também só tinha uma ideia de de avião, hotel, viagem, pacotes, mas envolve muito mais coisa. Né? Envolve transporte, Então, tomando uma ideia de de turismo adaptado, não adianta ter um local adaptado se você não também não tem um um transporte adequado. Se você não consegue chegar até o local, nada adianta o local adaptado. Então, envolve o transporte envolve a parte de alimentação, geralmente você, quando sai, você acaba comendo alguma coisinha fora. Então, eh são são vários itens em em que consiste uh uh o turismo. Então, a gente procura se se associar, fazer algumas parcerias com empresas que são mais mais especializadas né ãh. Como, por exemplo, uma empresa de de turismo rural. Eles têm um conhecimento mais específico ne ne nesse campo de turismo rural. A gente tem o conhecimento geral do do turismo e tem o conhecimento específico da da deficiência. Então é juntar a nossa técnica com com a deles para conseguir a arranjar ãh um turismo rural a adaptado para pessoas com deficiência. Muitas vezes uh uh a coisa é é meio... o pessoal acha que vai vai ser muito trabalhoso aí gastar muito dinheiro em fazer alguma adaptação, mas ah a coisa é um caso de de se estudar, o como o que que eles oferecem para o que tem que fazer. Às vezes seja necessidade só um treinamento do pessoal, nem um... uma adaptação física seja necessária, ou às vezes a adaptação é é tão simples, mas como a pessoa não não tem conhecimento do que fazer, enxerga uma coisa muito difícil. Então a gente procura fazer, eh ãh adequar o turismo para pessoas com com todos os tipos de deficiência, seja visual, auditiva, física, mental, Acho que todo ãh todas as pessoas devem ter oportunidades. O pessoal também tem falado bastante em pessoas com mobilidade reduzida. Eles seriam ãh pessoas idosas, gestantes, são pessoas que não têm deficiência, mas também têm dificuldade de de locomoção. E uh ess essa questão de acessibilidade e inclusão também está bastante em alta. Acho que já está sendo uma coisa, creio que se já não está sendo, um pouquinho mais para frente vai ser uma uma questão de de de muito valor para para qualquer pessoa. Eu vejo eh isso sendo abordado em todos os lugares, em programas de tê vÊ, revistas, não é uma só revista ou programa, mas eu vejo isso em quase diariamente, alguma coisa sendo veiculada na na na mídia. Então, todo todo as pessoas ãh têm têm consciência que isso é necessário. Acho que só está faltando um pouquinho, é o pessoal... fazer isso de uma forma correta. Muita gente quer fazer eh isso, dar dar um jeito próprio, por exemplo, para construir uma rampa, ou o estabelecimento precisa de uma rampa, ele vai constrói uma rampa. Muitas vezes, ãh se sem o conhecimento técnico necessário, o pessoal faz uma rampa muito inclinada em que aquilo é impossível subir sozinho. O pessoal gasta dinheiro em construir aquilo e o ãh acessório que ela fez, a rampa que ela construiu, não não produziu o resultado que deveria ter ter sido. Então, é necessário fazer isso por por quem co conhece. Senão, você pode ter um ãh um gasto ãh que que que não tenha resultado. Então, é o... Também depois, creio que isso veio depois da de ter adquirido a deficiência, meu gosto por por aventura também foi ãh cresceu bastante. Não sei se alguma coisa relacionada, mas ãh isso, aventura, ãh envolve alguma coisa de de superação. E creio que a gente conviver com com a deficiência também é uma questão de de e de superação. Você encontra dificuldades diariamente. Aí então eu achei que ãh também podia ãh adaptar esses esse essas atividades de aventura. Eu já fiz várias coisas como paraquedas, rafting, tirolesa, rapel, e estou conversando com uma gente. Eu quero fazer mergulho, asa delta e várias outras coisas. Isso é é uma coisa que que me deu me dá muito prazer. A gente, eh ah quando adquirir a deficiência, Eu acho que eu eh aprendi a dar dar valor também para as coisas pequenas, né? Que antes não não não dava tanto esse valor. E também aprendi ah ah a colocar que não deixar as coisas muito para frente. Por exemplo, programar uma viagem para daqui dois anos, até dois anos, até chegar essa viagem, já aconteceu muita coisa. Quem sabe nem nem essa viagem você realize. Então, eu aprendi a deixar as coisas, eh tentar viver mais o presente. Né? Abstraio o passado, ãh eu jogo as coisas ruins do passado ãh na lata do lixo. Eh eu tenho também, vamos dizer que essa capacidade, eu eu eu eu consigo aproveitar somente as coisas boas. As coisas ruins eu consigo esquecer facilmente. Então, ãh eu quero aproveitar mais o presente. Uma viagem, eu quero programar uma viagem para daqui a um mês, dois meses. O negócio, ah ah a probabilidade disso disso acontecer é muito mais ãh É muito Aproveito o meu dia, eu vivo muito mais intensamente do que antes. Eu eu posso dizer que eu sou mais feliz ãh do antes da deficiência. Eu tenho uma vida muito mais ativa, eu com tenho muito mais conquistas, eh o resultado muito mais felicidade do do que antes. Então, eh é um modo, como eu falei antes, é um modo de você encarar a vida. Ah a deficiência, para mim, quem sabe foi um um prêmio. Se eu sempre gostei de desafio, aparecer isso me aguçou mais ainda a vontade de de vencer.
Ricardo, a gente já está finalizando a entrevista. Queria saber se tem alguma coisa que a gente não perguntou, que se você gostaria de falar,
Então, eu venho elaborando bastante esse esse trabalho com com turismo adaptado. Na verdade, é uma coisinha um pouco especializada, porque já existem em outros campos da deficiência pessoal vendo coisas para direito, inclusão do trabalho, ãh em educação, e mas o turismo era uma coisa pouco vista. Então mas tem direito, precisa de de um lazer, eh não é só ficar no trabalho, na du na educação, o turismo também faz muito bem a pessoa. Então, eu tenho sido convidado por pessoas para falar em programas de rádio, tê vê, escrever revistas, isso é mais para tentar conscientizar todo uh o trade turístico, os profissionais ah ah ah a ter uma consciência melhor para esse tipo de pessoa, que na verdade uh isso também reflete para para para o público em geral, o pessoal também acaba ãh conseguindo enxergar isso através do trabalho que eu te venho tentando realizar. Isso é um dos meus objetivos, é trabalho que eu faço com com muito prazer, com muito gosto, que que não é só para mim ãh. Na verdade, é mais para os outros. Eu acho que sozinho, ãh com a independência que eu tenho, já conseguiria viver muito bem para encarar todas as dificuldades. Mas eu vejo, ãh eu compreendo. as dificuldades que as outras pessoas têm e quero ajudar as outras. Eu acho que não seria não só ajudar ah as o público com deficiência, acho que tendo esse tipo de de consciência, ãh a sociedade em geral aprendendo a conviver com com diferenças, a própria vida de de cada pessoa ela pode se tornar mais mais mais feliz, mais ãh mais harmoniosa. Então, eu eu tento fazer esse trabalho para para todos.
Para finalizar, a última pergunta é como é que foi para você dar essa entrevista, dar esse depoimento? Foi como você esperava? Sim
Sim eh Como eu disse, eu tinha entrado em contato aqui faz um ano. E eu, naquela época... por ãh não conseguir marcar direito uh ãh a entrevista. E eu também estava numa época em que eu estava começando a me empenhar um pouco mais para o para minha ah o trabalho de conclusão de curso da faculdade, então eu acabei eh não procurando mais. O mês passado, depois de um ano, eu me lembrei novamente e então eu entrei em contato. Hoje em dia, que que aqui já deve ter muito mais divulgado, já tem muita mais gente procurando, mas eu acho um trabalho ãh muito ãh muito interessante, muito ãh você poder colocar a sua experiência. Eu quis colocar minha experiência também por uma um motivo que eh no começo da minha deficiência me foi passada uma instrução por um um é um curso de lesão medular. Quem dava esse curso era um tetraplégico, ele trabalhava, estudava, namorava, fazia tudo. eu me espelhava nele para conseguir eh tentar ser tão ou melhor que ele, porque afinal eu tinha mais movimento que eles. Então é passar essa minha experiência, eu acho que tem uma vida muito boa isso passar para outras pessoas, como eu disse, não só pessoas com deficiência, estimular eles a ter uma vida boa, mas acho que isso também serve para pessoas que que não tenham ãh ãh uma deficiência, mas acho que todo mundo tem dificuldades na vida e passar isso, eu acho que é aprender a a superar dificuldades Eu creio que minha experiência, ah meu minha vida consegue passar um pouco disso. Eu não quero me vangloriar, não quero aparecer. Essa a a minha intenção, embora ãh seja alguma coisa que não não tenha como fugir. Mas a minha intenção é é passar esse ensinamento às pessoas.
Quero te agradecer sua participação, Ricardo. É isso aí. Obrigadão. Está
Obrigado a vocês, a todo